Portanto, há cinquenta e oito anos, exatamente. Hoje é o dia do meu aniversário e eu vim aqui comemorar com vocês.

Para então conhecer um pouco essa história, a gente vai voltar. lá longe. Queria que você falasse dos seus pais.
Eh, meu pai

Eu olho para você ou olho para a câmera? Eh...

Faleceu há dez anos.

Novecentos e vinte e seis. Quer dizer, na época já era uma coisa meio diferente. A minha mulher, eh perdão, a minha mãe era um pouquinho mais velha que o meu pai, né? Então a minha mãe tinha algo em torno de vinte e três anos, vinte e três, vinte e quatro anos quando casou. E meu pai tinha vinte e um anos. E e foi, eles se conheceram muito rapidamente e casaram muito rapidamente também.

Era era pouco depois da guerra, né? E eles se conheceram. Eles se conheceram e se casaram logo depois. Ele veio procurar trabalho?

É uma história interessante...

Até brinco com o número, né? Ela fez oitenta e cinco há dez dias, eu faço cinquenta e oito hoje. dez dias depois o número está invertido.

isso aí foi E ela lembra do dia que o conheceu.

Quer dizer, quase que a gente conseguiu se encontrar, se conhecer, mas não conseguimos.

que vendia medicamentos importados. Então, quem a atendeu no balcão foi o meu pai, que estava lá com o seu terno, risca de giz e um guarda-pó. O pessoal era elegante, afinal era anos, quase final dos anos quarenta, quase cinquenta todo mundo usava terno para trabalhar como balconista, né? Então, e o meu pai a atendeu, ela muito muito insegura, muito jovem ainda, E e ele diz a minha mãe que ele foi muito carinhoso, muito atencioso com ela, eh rapidamente ele e ele mostrou medicamento para ela e vendeu e mostrou como é que era e levou até o ponto do bonde, né? Para para que ela conseguisse voltar para casa com facilidade e tal.

E interessante, né? depois desse dia <coughs> perdão, e nos próximos cinquenta anos, depois desse dia, eles nunca ficaram sem se ver. Eles se conheceram, no dia seguinte já ele já ia aplicar a injeção na minha avó e casaram-se, né? Nesse mesmo ano. E no ano em que eles fariam boda de ouro, meu pai faleceu cinco meses antes. E a minha mãe lembra com com muito carinho, com muita ternura, né, da roupa que eles estavam no dia em que se conheceram.

Eh eu eu acho

Quer dizer que com o meu pai, o o o meu pai era aquele homem que saia cedo para trabalhar e chegava tarde em casa depois de um dia de trabalho. A gente se via mais nos finais de semana. Então, eh a maior parte do que eu ouvi, do que eu aprendi, foi com minha mãe. O meu pai era aquele que ela dizia, ó, eu vou contar para o seu pai quando ele chegar. Então ele era, vamos dizer assim, o o o executivo. Brincadeira, ele era ele foi um pai carinhosíssimo, sabe? Um pai quase perfeito. Mas, muito bem, voltando à à à pergunta. Como é que foi a a relação deles? O meu pai era muito jovem, tinha vinte e um, ele casou com vinte e um anos de idade. E o meu pai era o filho caçula da família dele e a minha mãe também, a irmã caçula.

E ficaram meio preocupados, né? Puxa, ele tão jovem, ele mal chegou no Rio de Janeiro, ele já ia se casar, e casar com uma carioca, né? Então tinha, não sei, essa preocupação e tal. Mas eh eu acho que logo a a a minha avó também, a portuguesa, mãe da minha mãe também, logo adotou ele também e tal, e e se casaram.

e já conheceu a minha mãe, e certamente essa essa minha tia deve ter dado relatório para para a família, né?

E eles se casaram logo depois, e a lua de mel foi no foi no Nordeste. E a minha mãe foi com o meu pai, foi com o meu pai para lá, E conheceu a família dele, conheceu a minha avó, né? A mãe dele, que também já era viúva nessa época, né? E a minha mãe conta que ficou muito espantada porque ela viu a minha avó dar tiro de rifle. <laughs> né? Falou, puxa, em que família que eu vim me meter? Né? Mas, pô a minha sogra, sei lá, devia ter uns sessenta anos, alguma coisa assim, e dando tiro de rifle e tal. Mas é que como eles viviam no interior... As histórias que eu ouvia do meu pai, das minhas tias, né, irmãs dele, eram histórias do cangaço, né? De que Lampião, né, teria eventualmente feito uma refeição na casa da minha tia e tal, sabe? Ou a minha avó. E a minha avó ela passou um tempo no Rio de Janeiro com a gente também e e contava histórias e de que Lampião tinha estado na casa deles e cantava músicas de Lampião e tal. E o interessante que mais ou menos nessa época Já existiam na televisão aqueles programas de perguntas e respostas. Então tinha uma moça que respondia, ãh posso falar em nome de programa, em marca, essas coisas, sem problema nenhum? Era um programa do tipo O Céu é o Limite, né? A pessoa desafiava o programa ou vice-e-versa para responder sobre determinado assunto. E toda semana as perguntas iam ficando mais valiosas e tal, né para a pessoa poder ganhar o prêmio se respondesse tudo. Então essa moça, eu acho que era uma coisa mais ou menos mais ou menos assim. Então e e essa moça respondia, e ela era autora de um livro chamado, acho que, Lampião, Cangaço e Nordeste. Então, quer dizer, as histórias que eu já ouvia de criança, né? Puxa, eu via na televisão, olha que minha avó contou, minha tia contou, confirmava, né? Os nomes dos cabras aí de Cobra Verde, não sei o que lá e tal. Puxa, olha os nomes dos cabras aparecendo aí de novo, né? Então, <laughs> eh se se eu se se eu comecei a ir ao cinema aos cinco anos de idade, aos cinco, seis anos, já que havia um cinema na nossa rua... era só atravessar a rua, eu ia ao cinema e via os filmes de mocinho, né? Eu já tinha aqueles heróis do cinema americano e tal, ném Quer dizer, se se a gente não tinha aqui no Brasil uma realidade de cowboy, de faroeste e tal, quer dizer, bem ou mal na minha família havia um pouco de cangaço, né, de de armas, de facões e tal. Então eu achava aquilo bacana, aquilo tudo sensacional. E esse negócio do cinema, poxa, é um gancho interessante, deixa eu aproveitar esse negócio do cinema, porque é que eu ia ao cinema com seis anos de idade. Quer dizer, eu acho que toda tudo que eu aprendi, tudo que me despertou a vontade de conhecer, de aprender, foi através do cinema. Então, a a gente morava numa rua, era uma avenida de mão dupla, e e tinha aquele negócio de quando a criança ia atravessar a rua, pedia para um adulto atravessá-la. Então, no nosso prédio, embaixo do nosso apartamento, tinha uma sapataria, a sapataria do Geraldo. Isso aí é cinquenta e cinco, cinquenta e seis o ano.

Quando era para voltar do cinema ou do colégio, tinha uma padaria do outro lado.

Então, muito bem, então eu atravessava a rua e ia para o cinema. Comprava o ingresso, né na hora de entrar dava o adeuzinho, minha mãe me via e eu entrava. Na hora de sair do cinema, eu saía do cinema, minha mãe sabia a hora. Na padaria, alguém me atravessava a rua, e eu ia para o cinema sozinho. Então eu vi filmes incríveis, filmes do Walt Disney, essa coisa toda, e começou a paixão pelo cinema, porque eu ia ao cinema sozinho aos seis anos de idade.

O primeiro, o primeiro, não. Mas eu eu lembro de uma cena... Eu sei que é uma feito uma batalha naval, imagino que seja uma coisa com piratas, e eu sei que está um um homem e um menino, ou dois rapazes, eles estão embaixo de um barco, um barco emborcado no mar, né, e a batalha naval sendo travada. Essa cena é a primeira que eu tenho na cabeça. Mas tem cena de filmes do Walt Disney, o Você Já Foi à Bahia
Eu vi tudo aquilo no cinema.
com todos os detalhes. Eu lembro como é que era a entrada do cinema, co como era o o o lanterninha, né, como era como era do lado de fora os cartazes de cinema, né, que eram escritos à mão com tinta nanquim. E algumas fotos do filme, naturalmente tudo em preto e branco, elas eram elas eram colocadas com percevejo, com aquelas tachinhas, sobre um feltro, né? Um feltro verde ou azul. e as fotos principais do filme. E sempre havia um cartaz do filme, que era importado naturalmente, e algo escrito em português também, em nanquim, por alguém da distribuidora possivelmente, né? E o curioso é que, não sei, de uns cinco anos para para cá, né, eu comecei a encontrar algumas dessas fotografias em sebos, tanto no Rio quanto aqui em São Paulo. E eu comecei a comprar essas fotos e formar uma pequena coleção desses heróis da época. Eu tenho foto do John Wayne, do Anthony Quinn e tantos outros. São fotos grandes. Elas estão com os cantos gastos , né, e todas furadinhas, que era de ficar em porta de cinema no cartaz. Então, lembro perfeitamente disso. Lembro da tela, lembro das músicas que tocavam na nas salas de cinema. Você comprava o ingresso. E uma coisa curiosa, sempre foi assim. Eh A gente sempre... Primeiro pagou e depois recebeu o ingresso. É uma coisa que eu observo. Né? Que que no cinema você nunca recebeu o ingresso e pagou depois. Você sempre pagou e depois recebeu. Aí a gente ia a gente ia e entregava para o porteiro. E o porteiro tinha uma urna de vidro onde ele cortava o ingresso no meio e depositava na urna. Acho que depois contagem, uma coisa assim. Bom, deixa eu dar um parênteses aqui para vocês. E e eu descobri uma coisa também, mania de guardar. Eu tenho mania de guardar coisa. Eu guardo tudo. Eu já peguei um folheto aqui hoje que eu vou levar para casa e claro que eu vou guardar. Então, eu guardo tudo que vocês possam imaginar. Guardo agenda velha e tenho guardado muitos ingressos de cinema, de teatro. Então, e eu vi um filme recentemente, eu estive comentando pouco antes de começar a conversar com vocês. No dia seguinte em que passou o novo Indiana Jones, eu já fui assistir. Claro que eu guardei o folheto, o programa e o ingresso. Então, eu guardo muitos ingressos de filmes que eu vi recentemente, até os mais antigos. Então, eu guardei folhetos, eu guardei comentários, eu guardei crônicas, críticas de cinema. Tudo isso está bem catalogado, bem arquivado, bem guardado. Quer dizer, eu acho que essa minha memória, né? Ela de uma certa maneira, ela é... amparada por esses recortes todos que eu fiz esses anos todos, quer dizer, recortes de jornal, de revista, folhetos. Eu tenho, por exemplo, eh quando... eu acho que eu vi logo na semana que inaugurou o da da estreia do filme eh Dois Mil e Um, Uma Odisseia no Espaço. E o filme era dificílimo, imagina em sessenta e oito entender aquele filme. E eu assisti no cinema Metro Copacabana. Perdão, o Metro Tijuca. E o interessante é que quando você entrava no cinema e comprava o ingresso, alguém dava a você. um folheto explicando o que que era aquele filme, o que que era, o monolito, aquela coisa toda. E eu tenho, eu tenho guardado o original que eu recebi em sessenta e oito, portanto há quarenta anos, né, eu tenho esse folheto explicativo. E ingressos, que agora a gente consegue a gente consegue pegar o ingresso de volta. A gente não dá para o porteiro, a gente ele pica, né, e e nos devolve. Então, eu tenho muitos ingressos e guardo muita coisa, guardo muita embalagem, muita caixinha, muita latinha. Eu até perguntei, mas nesse filme não tem nenhuma balde de pipoca com Indiana Jones? Não, não tem nada. Então tá, eu guardei o programinha e o ingresso já está catalogado. Para quem sabe daqui a vinte anos, olha, quando passou Indiana Jones, não deram nada, só deram o ingresso e o folhetinho e olhe lá. Então, eh só para para para para conseguir justificar isso, né? Essa memória toda é amparada por recorte de jornal, de revista, folhetos, programas, até ticket de cinema. E depois a mania de guardar foi se sofisticando, né? Eu comecei a guardar ingresso de de de de teatro, ingresso de show, E fui guardando tudo. Toda vez que eu podia pegar o ingresso de volta por favor Eu tenho mania de de guardar, de lembrança e tal, então eu guardava o ingresso. Então eu tenho muitos ingressos eh de shows que ficaram famosos. Sinatra, no Brasil, eu estava lá. Eu fui ver o show. Eu testemunhei que estava chovendo no Maracanã. Chovia no Rio de Janeiro. No momento em que o Sinatra colocou o pé no palco, parou de chover. Uma coisa impressionante. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi no momento também em que o beijoqueiro, né, subiu no palco e deu um beijo no Sinatra. Ele levou um susto tremendo, né, e armou lá uma posição de karatê. Alguém tirou o pobre do beijoqueiro de cena. Até o beijoqueiro sumiu. Um tipo eh clássico, típico do Rio, que desapareceu também. Mas eu estava lá e vi... Quando o Barry White veio ao a ao Rio de Janeiro também, tudo isso quando eu era carioca. Eu era carioca até até oitenta e seis e de lá até hoje eu sou paulista, né? anos no Rio e vinte e dois em São Paulo. Estou quase equilibrando a balança. E o interessante no Barry White... Eu ia com uma turma. Então surgiu a ideia, puxa, vamos ver, vamos ver o show do Barry White. Não, claro, vamos ver e tal, topamos. Vamos fazer uma coisa, um amigo nosso fez umas cabisetas pretas, escrito lá no peito, Love Unlimited. Então a gente bota essa camisa para prestigiar, o cara veio aqui e tal, e essas camisas foram meio caras e tal, e nós compramos, não, compramos uma dúzia para a nossa turma e tal. Quando a gente chegou no Maracanãzinho, o Maracanã inteirinho com a mesma camisa, né, do Love Unlimited, mas tudo bem, o show foi maravilhoso. E guardei os ingressos, guardei a camiseta, claro, né? Então fui guardando coisas, guardando coisas, guardando coisas. E agora chegou um ponto que minha mulher falou para mim recentemente, olha, se entrar mais alguma coisa aqui, você sai. E eu sei, quer dizer, a gente depois teve uma fase de viagens, foram vinte anos de muitas viagens, algumas exóticas e tal, mas eu pro prometi, falei, olha, para você, eu prometo, né? A gente sempre traz uma lembrancinha e tal, mas duas coisas eu jamais trarei para casa nessas viagens. É um sombreiro mexicano, né, que eh olha o transtorno, tra trazer um sombreiro, né? Não tem onde trazer aquilo, né? Se você despachar vão destruir, se você colocar na cabine não cabe, e depois você guardar um sombreiro em casa, quer dizer, é um transtorno para o resto da vida um sombreiro. E o outro é o tal do birimbau de cabaça grande, né? Você comprar um birimbau lindo e tal, e depois <laughs> né? onde que ele veio no avião e tal? Então, eu falei, Mas coisas de papel, a gente traz muito livro, pequenas coisas e tal, a gente traz. E isso tem sido muito legal, muito compreensível comigo e e está me aceitando com a minha mania de guardar até hoje.

falar de cinema, você não teve
Não, sou filho único.
além do cinema, tinha brincadeira de rua? Sim você viajava muito? Não

Não olha eh Na infância, a nossa vida eh era colégio, colégio de manhã ou colégio à tarde. O período ou manhã ou tarde, que eu não estudava, eu estava em casa com a minha mãe, mas eu brincava na rua, de brincadeira de rua, tinha bicicleta, eh soltava pipa, jogava bola de gude, rodava peão, né? O interessante é que cada brinquedo tinha tinha a sua época. Tinha a época da bola de gude, a época do peão, a época da pipa, né, ou do papagaio. Porque eu acho que a época da pipa é mais ou menos maio, é o mês em que os ventos são mais propícios acho que é maio, né, então tinha a época da pipa, essa coisa toda. Mas eh foi só por um tempo, porque depois eu observei uma coisa. A gente soltava pipa, ou papagaio, por prazer. Aí começaram a inventar um negócio, um tal de cortante, né, que também chamavam de cerol. O cerol, que hoje em dia é uma ameaça gravíssima aos motociclistas, né, haja vista que os motoboys têm na frente da motocicleta um gancho, né, para conseguir eh evitar que aquela linha com cerol os degole. Olha que que a que ponto chegou. Então eu comecei a ver que quando você ia soltar a sua pipa ou ia empinar a sua pipa ou o seu papagaio, Num instante aparecia alguém para cruzar com a sua pipa e cortar e não sei o quê. E passavam na linha uma mistura de cola com vidro moído. Aí eu achei que perdeu a graça. Eu falei, poxa, eu vou lá para brincar com a minha pipa. Num instante aparece um cara para cortar. Então, sabe, eu comecei a perceber, eh quer dizer, co começa a surgir uma consciência de que você não consegue nem brincar em paz, né? E, engraçado, eh você começa, ou ou eu comecei a me tocar, a perceber as coisas, que o jogo de bola de gude só tinha graça quando era Ou seja, vamos jogar para ganhar ou perder. Você não jogava mais por jogar, então, ou você ganhava ou perdia bolinhas de gude. E você colecionava álbuns de figurinha. E e tinha aquele jogo do bafo-bafo, né, no Rio chamava-se bafo-bafo, você batia e virava numa figurinha. Então E e e interessante que eu comecei a perceber que tudo era para ganhar ou para perder. Na bola de gude ganhava ou perdia, no bafo-bafo, na pipa, então, i isso é estranho. Mas depois, aí surgiu a televisão, em cinquenta e oito surgiu a televisão. Apareceu a televisão lá em casa em cinquenta e oito, aquela máquina enorme, E aí e era o cinema dentro de casa. Aquilo para mim foi uma coisa extraordinária, né, e embora eh alguns programas eu não pudesse assistir, né? Dava uma certa hora vai para o seu quarto, porque agora, sei lá, depois das oito da noite, a televisão é para adulto e tal, então já não podia ver. Mas eu via e o interessante é que os desenhos do Pica-Pau que eu via na década de cinquenta são os que passam até hoje.

Só que hoje passam coloridos, né? <laughs> Com com mais vibração. Mas era isso, era muita televisão, era colégio, brincar na rua, perto de casa, em frente de casa. Eu já morava em apartamento nessa época. E a gente ia para a rua e vinha só na hora de eu tomar banho, na hora de jantar. Aí tomava banho, jantava, via um pouquinho de televisão e já estava na hora de dormir também. Ah, sim, lembrei. Uma outra coisa... que fazia parte desse meu universo, de além de das brincadeiras de rua, os joguinhos de rua, eh a televisão era o rádio. O rádio era uma presença muito constante na minha casa, na minha vida, né, porque a gente ouvia Rádio Nacional, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E e e ela tinha uma programação para a família toda.

Eu nunca tinha visto, falei, poxa, deixa eu aproveitar e e tal. E e me surpreendeu, ele deu um show maravilhoso, né, cantou, tem um vozeirão que surpreende até hoje. Então eu ouvia toda essa turma a ao vivo no rádio. E tinha também uma programação Infanto Juvenil no rádio. A minha mãe me despertou para um programa chamado A Alma das Coisas. Interessantíssimo. E eu encontrei uma empresa em em em Teresópolis que comercializa, né, eh fitas ou cê dês ou dê vê dês com os programas radiofônicos da época. E as pessoas que estão nesse programa Alma das Coisas são pessoas como Mário Lago. um ator famosíssimo daqui que perdemos há pouco tempo atrás, então são as vozes dele. Quer dizer, toda a turma que depois migrou para a televisão e era do rádio, estava na rádio, por exemplo, na Rádio Nacional, né fazendo programas, novelas e tudo. Então tinha esse programa, A Alma das Coisas que eram os objetos contando a sua história. Eu me lembro bem a história de um jornal, né, um jornal falando como é que ele era um jornal, como é que ele nasceu, né, como é que foi boa a vida, mas como foi boa e rápida a vida dele, né, porque ele só tinha um dia de vida, no dia seguinte ele já era um jornal velho, né, e só servia para embrulhar coisas e tal, por aí afora. Então tinha os que mais me interessavam, que é quer dizer, tinha as novelas no rádio logo depois do almoço, que era O Drama de Cada Um aquelas novelas que televisão eram no rádio. E tinham três programas incríveis, que eram eram três séries. Tinha uma capa-espada que era o Cavaleiro da Noite, era um espadachim. Depois vinha a As Aventuras do Anjo. O Anjo era um detetive particular que tinha três ou quatro amigos, né, e as aventuras dele cada dia eram um pedacinho da novela. E logo depois o Jerônimo, o Herói do Sertão, que era, vamos dizer assim, um cowboy brasileiro que tinha o seu cavalo, tinha o seu amigo que era o moleque saci, que tinha um cavalo também engraçado, que tinha uma namoradinha. Então eu ouvia muito isso no rádio, né? Quer dizer, eu eu terminava o dia, corria, voltava para casa às seis horas, Porque entre seis e sete horas tinham essas três novelas eh juvenis. Logo depois era o Mundo da Bola. E o Mundo da Bola era esporte, era futebol e não me interessava. Posso desligar?

Então era isso. Então tinha rádio. Tinha muito mais rádio, muito mais televisão. Muito mais rádio do que televisão. Foi a minha juventude. Eh, não, aí em cinquenta e nova mais ou menos

Até eu virar paulista, ou paulistano, né eu eu fui tijucano.

E aí eu já estava um pouquinho maior e e e eu eu estudava... Eu estudava

E tenho boas recordações nos colégios batistas, quer dizer, o o o interessante, puxa, como é que a gente vai falando e vai lembrando das coisas? A minha

O colégio batista era o colégio Batista Shepard, que existe até hoje, vai fazer cem anos agora, ou está fazendo cem anos esse ano. E tinha muito americano lá nesse colégio. E e tinham também japoneses. quer dizer, você fala isso aqui em São Paulo, não surpreende ninguém. Mas na década de sessenta, não tinha japoneses no Rio de Janeiro. Não tinha mesmo. Depois, montaram lá aquele estaleiro aí começou a aparecer japonês no Rio, mas não existia.

Posso falar nomes?

Para mim aquilo era o máximo, né? Então foi quando eu comecei quando eu comecei a aprender a falar inglês também, que tinha eu já estava no ginásio, né, já começava a ter que usar caneta tinteiro, né, que o que era um upgrade na época. A gente usava lápis, passava a usar caneta, já podia ficar com aquele bolso manchado de tinta, era um símbolo de status, né, usar caneta tinteiro. Então eu não só usava caneta tinteiro, como eu usava calça comprida já, né já era e tinha amigos estrangeiros, japoneses e e e americanos principalmente, mais mais americanos. Com os nomes que eu via no cinema, tinha lá William e e e Bill para cá, e não sei que lá, Norman cada nome bacana, né? Tinha uma ingresa, a Ingrid, olha que coisa incrível. E e eu comecei a descobrir que havia um mundo, que as coisas eram um pouco diferentes, né? E a gente conversava como é que era a vida na terra deles, né? e tinha também, tinha uma professora de de religião, era era a dona Pérola, a Miss Pearl, e e ela nos dava uma aula, um dia da semana tinha uma aula, era como se fosse de catecismo, só que ela contava histórias para gente, e essas histórias da Bíblia Ela contava com figurinhas, então ela levava um quadro de feltro, era um feltro roxo, meio lilás, uma coisa assim, e ela ia contando a história e colocando as figuras, as figuras nesse quadro. Então tinha os pastores, né, as ovelhas, o Jesus e tal, formava presépios, né? Muito interessante. E eu achava isso incrível. E o interessante também é que, mais ou menos nessa época, eh o meu pai comprou um livro chamado A Bíblia em Quadrinhos. Quer dizer, meu pai nunca foi evangélico também, eh a a a nossa família é católica, né, mas ele me deu A Bíblia em Quadrinhos, então eu lia. Porque tinha muita na Bíblia, né, havia muitas histórias de heróis, né, o gigante Golias, poxa, Davi venceu Golias, então eu via em quadrinhos. tinha lá o o o o os carros de fogo do profeta Elias, aí eu achava aquilo tudo maravilhoso, que não deixava de ser uma história de aventuras também. As aventuras que eu ouvia no rádio e que eu via no cinema, eu tinha a Bíblia em quadrinho. E foi meu pai, certamente, quem me despertou a a vontade de ler, né? Ele me dava muitos livros, meu pai me deu, por exemplo, o livro do Príncipe Valente. que virou o meu grande herói de juventude, o Príncipe Valente. É uma história que que tem quadrinhos e virou filme também. E eu só encontrei esse filme há pouquíssimo tempo atrás. Quer dizer, o filme tem cinquenta anos de idade. E é a história do Príncipe Valente. E interessante, você falou nisso, eu falei de globalização, me lembrei, como é que os meus heróis eram ingleses Não eram americanos, eram ingleses, né? Na televisão tinha o E o interessante é que esses filmes que me me emocionavam aos dez anos de idade estão todos no YouTube hoje em dia. Então você vê as chamadas, as vinhetas. Puxa, mas era esse cara, é esse ator que era o herói na época? A gente não sabia, né? Então havia o e aos dez, Eu tinha um outro herói, diferente, por acaso também era inglês, era o tal do Churchill. Você consegue imaginar que aos doze anos de idade eu sabia o nome completo de Winston Leonard Spencer Churchill? Eu era fã de Winston Churchill aos doze anos de idade?

Aos treze, em sessenta e três Olha aí, os ingleses de novo. E e eu fui ao cinema também eh com um um amigo, quer dizer é é o amigo mais antigo que eu tenho até hoje. Fomos ver o filme Lawrence da Arábia. E e esse filme no nos impressionou muito, né, na época, e e nós compramos o o long play, né, trilha sonora do filme, e era interessante que quando você comprava o o o disco, vinha escrito embaixo, no rodapé, disco é cultura, olha aí.

Oh, mãe, o disco é cultura. Dá um dinheirinho para eu comprar um disco. E e eu comprava também o livro. E uma coisa interessante, de de novo, em relação ao cinema, vimos o filme do do do Lawrence Darabia, que era o Peter O'Toole. Me chamou a atenção o trabalho do ator, eu fiquei impressionado. Eu falei Poxa, mas quem é esse homem? Quis saber mais a respeito dele. Na capa do disco e e e também no no cartaz do cinema, tem uma frase do Winston Churchill, que já era meu velho conhecido. Muito bem, aí eu comecei a a ler sobre imagina o que havia para ler em sessenta e... mil novecentos e sessenta e três sobre cinema inglês, por exemplo. Não tinha quase nada. Então eu ia procurar em revistas e tal, pesquisar, mas não havia nada.

Era sessenta e três, muito bem, antes não tinha nada, a televisão, tinha a gente tinha pouquíssimo pouquíssimos recursos, o jovem na época não apitava nada, sabe? Nada era feito para o jovem. Não era o carro jovem, não era a roupa jovem, não era a música jovem. O que havia para o jovem era sobra. do mundo adulto. Quer dizer, só começaram a reverter o quadro quando surgiram os Beatles em sessenta e três. Mas muito bem. Então, os ingleses sempre me chamando a atenção. Aí fui pesquisar quem era Peter O'Toole. Aí fui ver um outro filme dele, logo depois do Lawrence da Arábia, Lord Jim. um filme que eu não enten eu não entendi quase nada, um filme hermético, um filme difícil de entender, mas o filme me fascinou, porque havia um navio, havia um naufrágio, eh o Lord Jim havia caído em desgraça, né, e aí eu eu comecei a perceber que que no disco vinha escrito, eh compre o livro e ouça o disco. E um era remissivo ao outro. Então, para você conhecer a história completa, você tinha que comprar o livro, ver o filme e comprar o disco depois. Eu comecei a fazer isso nos filmes que mais me impressionaram. E isso começou a a a a me despertar um espírito de pesquisa. O próprio Lawrence da Arábia o filme, eu conheci um outro ator que que eu fiquei fã dele a vida toda, que foi o Anthony Quinn. Fiquei fascinado por ele. Nesse mesmo filme tinha um tal de Omar Sharif, né? E depois o Omar Sharif, que que era um um sheik árabe no Lawrence da Arábia, ele me reaparece como um russo. Ele era o doutor Zhivago. E eu dizia, mas peraí, mas o... e eu confundia um pouco, né, poxa, treze, Ele é russo ou ele é árabe? Então eu fui aprender que nem uma coisa nem outra. Quer dizer, meio árabe O o Omar Sharif é egípcio. E o interessante é que a música do filme Doutor Zhivago, que era o tema de Lara, que era a personagem, vamos dizer, secundária, era Larissa. Quer dizer, na minha geração, quantas moças que hoje são senhoras viraram Larissa, né, ou Lara, porque era a personagem do filme que virou a música que tocou tanto no rádio, né? Todo mundo gravava o tema de Lara, era estava sempre na parada de sucesso. Quer dizer, como é que um simples filme eu usava como trampolim para para pesquisar, para me aprofundar, para aprender mais? Aí esse filme me chamou a atenção, eu comecei a ler, a pesquisar. O Lawrence da da Arábia era baseado num livro chamado Os Sete Pilares da Sabedoria, do próprio autor, do Thomas Edward Lawrence. E eu fui ler esse livro também, não entendi nada, que era um livro muito complicado, mas, quer dizer, eu como eu como eu guardo coisas, eu tenho esse livro até hoje. Um dia eu vou um dia eu vou lê-lo pacientemente e vou entendê-lo, né? Mas, e por aí afora fui. Depois eu fui encontrar o Anthony Quinn como o Zorba, o Grego. Aí foi uma coisa fantástica para mim. Puxa, por que é que eu só fui ler ler Zorba, né e e ver o filme, que já era antigo, quando eu tinha vinte anos? Eu falei, mas quanto tempo eu perdi? Por que que eu não assisti Zorba na década de sessenta ainda? O Zorba era a pessoa que eu procurava na minha vida, uma pessoa com as respostas. E aí, por conta disso... depois que eu comecei o meu ciclo das viagens, né, que foi só em oitenta e oito, eu só comecei a viajar com trinta e oito anos de idade, quer dizer, há vinte anos atrás, eu fui como que percorrer os lugares em que essas histórias aconteceram. Eu fui parar na Grécia, né, para tentar encontrar alguma pegada de Zorba, o Grego. Vi muito pouco, claro, porque <laughs> o cinema é cinema e a vida real é bem diferente, mas muito bem. Interessante, eh tem se falado muito em Tibete recentemente, e na década de setenta, que eu já estava com vinte e poucos anos, Já não não não me deslumbrava tanto assim com com o cinema, mas eu já tinha adquirido, né, a mania dos livros, de ler, de pesquisar. E aí apareceu um primeiro livro chamado A Terceira Visão, escrito por um monge tibetano chamado Terça-feira Lobsang Rampa. Eu sei que meu pai se interessou também pela história, ele acabou comprando os quinze livros da série, né, que foram saindo e fomos lendo. Então, para mim, na época, falar de levitação, de Kundalini, viagem astral, ficou uma coisa meio normal. Tanto que aos vinte e poucos anos eu li, eu aprendi, eu eu me interessei pelo Tibete, e aos cinquenta e poucos anos eu fui até o Tibete. Eu visitei o Tibete, que agora não sei mais se é Tibete, quer dizer, eu estive no Tibete. Eu não sei se eu estive na China, que o Tibete pertence à China desde cinquenta, né, é uma história meio complicada, mas eu fui ao Tibete. Quer dizer, da China eu só fui ao Tibete e voltei. E fui lá ver os mosteiros, conheci a Potala, conheci o Jokang, tudo que eu lia nos livros. eu consegui chegar lá e e e conhecer pessoalmente. Quer dizer, tudo começou com os livros, com os filmes, mas viraram os meus sonhos. Esses sonhos eu fui realizando, né, através do cinema, da pesquisa, da leitura. Muita coisa eu consegui até lá para para para seguir os passos. E, ah sim, e e me ocorreu uma coisa interessantíssima. Eh Agora, aos cinquenta e oito anos, né, eh eu já sei que eu não sou mais um menino, né, mas eu também ainda não sou um idoso. E uma coisa que está me chamando a atenção, eu eu fiquei muito emotivo. Antigamente eu chorava com coisas realmente muito tristes, ou com o hino nacional. Eu me emocionava, ia ver estava chorando e tal. Mas ultimamente eu choro muito menos. Alguns comerciais na televisão me me fazem ficar emocionado.

Esse é só porquê disso. Eu me aposentei e falei, poxa, eu vou anotar as minhas memórias. Tenho mais doze anos para entregar integrar os cem amigos.

Bom, eh a mania de guardar, eh os cinquenta e oito anos que me transformaram num Eu choro mais do que em hino nacional e coisa triste. Eu choro com comercial de televisão. Acho que tem o tal do eu sou um pombo paulista. Sempre preocupado com as mãos para trás. Me emociona o povo paulista. Já saiu do ar, mas me emociona. Mas muito bem. Eh Por por por ter virado um chorão e e e continuar, né, tentando percorrer os passos eh que os meus mestres seguiram, as pessoas que me impressionaram de uma forma ou de outra... Logo depois que eu que eu que eu me aposentei, eu falei, poxa, eu tenho tantas memórias, tantas histórias eh da minha vida na área de logística internacional, si situações engraçadíssimas, eh que eu vivenciei numa época em que eh o o o máximo de recurso que havia era o Telex, né, quando tudo era transportado por navio, hoje o avião está aí, e é uma realidade, mas muito bem. Quer dizer, já havia o avião, mas era muito caro.

Bem, são coisas para lembrar. E... E nas minhas férias, já essas viagens que eu fazia, e e quanto mais exóticas, melhor, que eram viagens que eu fazia ou anualmente ou a cada dois anos. Quando eu quando eu terminava uma, eu já começava a próxima, que ia ser no no próximo ano ou dali a dois anos. Muito bem, então, eh uma das viagens exóticas que eu fiz, e e eu tinha estabelecido, eu faço questão de conhecer a África do Sul.
Mas eu só vou conhecer a África do Sul quando acabar o Apartheid. Eu consegui. Eu consegui ir para a África do Sul.
O presidente já era Infelizmente, eu não tive oportunidade nem de vê-lo na África do Sul, mas eu passei lá pelo palácio onde ele ficava. Quer dizer, o o profundo respeito que eu tinha <coughs> por esse estadista, eu ainda tenho. Como é que... U uma espécie de de Mahatma Gandhi, né que uma persistência, uma vontade, eu vou vencer, né, e e não pela violência. Eu acho que foi o triunfo da paciência. Então, eu consegui conhecer a África do Sul de Nelson Mandela. E eu falei, bom, eh diametralmente oposto, eu falei, poxa, eu preciso conhecer a Cuba de Fidel Castro. E eu tenho que ir enquanto Fidel Castro está vivo, né, senão eu acho que quando ele desaparecer... não vai ser a mesma coisa. Então, eu fui. E já com essa característica de de de chorão, de emotivo, e e essa nova personalidade que eu incorporei. Bom, teve um detalhe que eu eu eu mencionei há pouco, que eu trabalhei muito tempo com logística internacional, eh e isso me proporcionou viagens, me proporcionou momentos muito engraçados, outros de muita tensão, de muita preocupação também. Mas eh quando eu eu me aposentei, eu falei, poxa, eu quero fazer uma coisa diferente agora. Chega de ir para porto, ir para aeroporto, esperar navio atracar, esperar avião chegar, esperar o caminhão vencer o trânsito e trazer a tal da peça. Eu quero fazer algo diferente, eu quero ver se eu... Agora que eu vou ter tempo, para mim, eu vou tentar colocar no papel as memórias, as histórias, as lembranças que eu tenho. E eu acho que eu sou meio místico, né? E e eu falei, poxa, esse é um momento de transição. E eu tenho biblioteca e e eu peguei alguns volumes de livros que foram im <coughs> importantes na minha vida, né? E eu coloquei esses livros em cima da mesa. E eu falei, puxa, que maravilha ia ser se esses autores, né, se esses autores que me impressionaram tanto em diferentes épocas da minha vida pudessem me servir de inspiração ou mesmo de me ajudar, né , porque eu quero escrever. E para você começar a escrever do nada, você tem que ter uma fonte de inspiração, você tem que ter alguém que te ajude. E eu pedi <coughs> ajuda a alguns au a alguns autores já consagrados. Eu pedi ajuda a Saramago, né, o único eh o único Nobel, né, em língua portuguesa. E outros tantos. Acho que eu pedi a a autor argentino também, e por aí afora. E um dos que certamente eu pedi ajuda, e eu coloquei o livro em cima, foi Ernest Hemingway. Era <coughs> não era inglês, mas me fascina desde a a minha infância. Eu acho, eu não vou conseguir lembrar agora o nome do fotógrafo, eu acho que eu adotei a barba por causa de uma fotografia de Ernest Hemingway. Eu não lembro o autor da foto, mas eu tenho uma cópia dessa foto e eu e eu pensava, poxa, quando eu for adulto eu vou eu vou querer ter essa cara. E eu deixei a barba por causa de Ernest Hemingway.

Passado, sei lá, um ano, e eu fui parar em Cuba. Fui para Cuba, pegamos lá um pacote de de uns dez dias, mais ou menos, e dez dias, ou coisa assim, acho que cinco dias eh numa praia isolada e os outros cinco dias em Havana, na capital. Ficamos nessa praia isolada, depois íamos para uma outra praia isolada, e, mas nessa nesse meio tempo, sem sem aviso prévio, né, ia passar por lá um furacão. Eu falei, poxa, que coisa extraordinária, vai ser o meu primeiro furacão, eu nunca vi um furacão na minha vida. Então, eu estava em em em Cuba quando passou o furacão. E é interessantíssimo você ver a preparação para o furacão, né? Parodiando um pouco aquele comercial, do primeiro furacão a gente nunca esquece. Então, eu vi como é que foi o furacão. E o interessante, né, que a noite de espera do furacão, nós ficamos num num no bar do hotel, o hotel todo pregado por fora, né, as árvores todas escoradas. eles colocam cabos de aço para para as árvores não serem arrancadas e tal. E ninguém podia sair do hotel. O hotel funcionando com gerador, a meia luz, sem ar-condicionado, janelas todas fechadas. Com isso, fica tudo meio escuro, fica tudo meio sinistro, né E o ventilador de teto rodando devagarinho. E o interessante é que numa, em um determinado momento, estava a minha mulher e eu, a minha companheira de aventuras, a gente sentado em uma mesa, do lado tinha um piano... o ventilador rodando devagarinho, e eu falei, puxa vida, está parecendo uma cena do filme Casablanca. Aquela expectativa de que vai acontecer alguma coisa, mas a gente não sabe muito bem o que. Então, <laughs> interessantíssimo, né? Aquilo tudo meio parado, né? O tempo se arrastando, aquela aquele clima tenso, mas muito bem. Acabou tudo bem, o furacão passou, sem problema nenhum. Aí fomos para Havana. E em Havana, aquele passeio tal do City Tour, aquele passeio programado, não sei o quê, tudo certo, tudo dentro da da com com hora com hora marcada. Aí eu falei, poxa, temos um dia livre, vamos, que eu preciso conhecer a Bodeguita del Medio, né? Eu preciso tomar lá o drink que o mestre Hemingway tomava, que é o mojito. É um drink feito com rum e com hortelã. Eu vou lá tomar o mojito, se possível na cadeira que... essa com essa eu choro, literalmente. Na cadeira que o mestre Hemingway tomava. Muito bem, fui, cheguei lá e tal. E o interessante é que você entra na rua do lado Del Medio. Quando eu botei o pé no lugar, a primeira coisa que eu vi foi uma fotografia de Ernest Hemingway na parede. Aí me vem um senhor com com uma espécie de safari, um safari todo branco, com um chapelão meio de cowboy branco e com pins, né, esses broches, né, com com bandeirinhas do mundo inteiro. Ele... eu botei o pé na quer dizer, você abre a porta e entra, quando eu botei o pé, ele me apontou, né, ou para para a câmera, né, ele olhou e falou, Ernest Hemingway voltou. Assim, no meu peito, pô, eu comecei a chorar. Muito mais do que agora, Resumo da história. Eu fiquei lá, o quê? Uma hora, não sei se menos de uma hora, mais de uma hora, mas foi o suficiente para tomar uns dois ou três mojitos. Mas eu chorei o tempo todo. Eu chorei o tempo todo. Eu falo, caramba, eu venho Porque naquele momento você fica meio... Quando você percorre, né, as pegadas de alguém que você admira e tal, você não não não repara muito nos detalhes. Depois que eu voltei, eu falei, caramba, e e eu tomei lá os meus três mojitos, mas estava com gosto meio de lágrima, né? Poxa, eu não conseguia parar de chorar. A minha mulher estava comigo, claro, e ela rindo.

E daí cada um desfruta de um jeito. Aí apareceu um casal, o o o o o rapaz tocava violão, a a moça cantava e e começaram a cantar Iolanda, né, que até agora não sei se é Iolanda, é do Chico Buarque ou é da daquele do cubano que andou aqui, Francisco, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E cantaram Iolanda, e eu chorando, e o cara Hemingway... Aí depois eu fui saber, logo depois, esse senhor, né, ele ele é um poeta. Ele é um poeta, e ele fica lá na bodeguita, e ele escreve poemas, né, na hora, para as pessoas, com o nome da pessoa e tal, e dá para as pessoas, e as pessoas dão uma gratificação para ele e tal. Quer dizer, mas resumindo, né, isso aí é show para turista, né, aquele negócio Todo mundo que aparece lá e e usa barba, ele deve dizer, pô, mas você é o Hemingway que voltou. Mas eu não Eu fiquei emocionado, mas eu chorei tanto. Quer dizer, a a a Bodeguita del Medio, que eu tomei, eu não comi nada, não não teria clima para comer nada, mas tomei lá meus drinks, mas foi meio, sabe, ah com com os olhos cheios d'água e tal, mas foi legal, foi foi muito legal. Foi uma foi uma experiência boa. Puxa vida, por alguns por alguns segundos, né, eu e eu fui o Hemingway. E aí eu trouxe a quer dizer, a minha mulher tirou a foto, né, eu estou me debulhando em lágrimas. E ela conseguiu pegar de tal maneira que quem está atrás de mim é E depois eu estou abraçado com um homem lá, né, com não lembro mais o nome dele, mas está tudo anotado com detalhes no meu diário de bordo. Eu segurando lá o poema e tal, né, e abraçado com o poeta e tal, né, lá com o texto e tal, com a poesia que ele fala, poxa, que que eu sou o Hemingway e tal. Ainda vou comentar com alguém que use barba para ver se aquele homem estava lá e se ele também foi chamado de Hemingway, se ele ganhou uma poesia também por aí afora. Mas é isso. Então, eh me me surpreende que em alguns momentos... a emoção é tanta que a choradeira vem, né? Quer dizer, uma coisa boba, banal, mas eu fui pego completamente distraído e e a visita virou uma choradeira. Mas poxa, não perdeu não perdeu o brilho, não perdeu a a a glória, não perdeu o mérito.

minha mulher. Ah, sim.
Algumas vezes. É Ela foi minha colega de trabalho. ela ficava, quer dizer, entre nós havia um biombo, só um biombo, né? Quando eu falo biombo, vocês sabem o que que é, né? É coisa do século passado isso, né, que os escritórios tinham um biombo, né? Aquela divisó divisória, né? Foi Foi interessante? Olha, o o o meu eh... Com todo o respeito ao ao ao poeta cubano lá, que me chamou de Hemingway me me me me comoveu, o meu poeta é Vinícius de Moraes. Me perdoem os outros, mas o meu poeta é Vinícius. E o Vinícius dizia, né, que a vida vem em ondas, como o mar. Concordo plenamente com o que o mestre falou. Mas a vida também vem em círculos, em círculos concêntricos. Ou seja, a gente numa vida passa várias vezes pelo mesmo lugar.

Eu mudei para São Paulo Em oitenta e Eu realizei o grande sonho da minha vida, que foi fazer a minha primeira viagem internacional. Fui conhecer a Europa, né? Quer dizer, após trabalhar um ano e meio em São Paulo, eu passei trinta e seis dias na Europa conhecendo doze países. De ônibus. Quer dizer, conheci mesmo, no caso, a Europa livre, né? A Europa que se podia ir em oitenta e oito. Ainda tinha muro, essas coisas todas, essas limitações todas. Então, fui. E interessante... que eu eu fui contratado no Rio para vir trabalhar aqui em São Paulo. E a minha mulher, que é paulista, foi contratada em São Paulo para trabalhar no Rio na mesma empresa. Então, quer dizer, ha havia uma defasagem aí de um ano, ela teria entrado na empresa um ano depois de mim. Eu já estava um ano na empresa e ela foi contratada, mas foi para o Rio. Eu sei que quando eu voltei dessa viagem, em oitenta e oito, em meados de oitenta e oito, ela já tinha voltado do Rio de Janeiro também. E ela ficava numa mesa do lado de lá da da divisória.

Tem uma garota aí, nova aqui na empresa e tal, eu era solteiro, quer dizer, já estava com trinta trinta e oito anos, solteirão, né, não era solteiro, era solteirão, trinta e oito anos, tem uma garota aqui nova na empresa e tal, que eu quero que você conheça ela e tal. E ela fica logo aqui na sala ao lado e tal, ela é estagiária, ou era trainee, um negócio desse. Aí, olha só, e aí quando eu olhei... Eu a vi lá, escrevendo e tal, né, e ela estava com jeans mais claro, quer dizer, estagiário podia ir de jeans, né, um jeans, um um um casaquinho de lã amarelo clarinho.

E isso, eu eu estava vendo pela primeira vez, eu eu eu era um solteirão convicto, né, poxa, que casar, que nada e tal. E já estava aí com quase eh trinta e oito anos e meio aí né? Bom, eh um ano e meio depois eu casei realmente com ela. Quer dizer, e ela voltou para São Paulo, eu voltei da viagem, nos encontramos e nos casamos dois anos depois. Ainda fiquei na empresa dois anos casado com ela, pouquíssima gente sabia que nós éramos casados, né? Durante o namoro ninguém sabia, nós fomos discretíssimos, nós conseguimos, né? Mas não teve problema nenhum, porque depois casados continuaram trabalhando lá e nós trabalhamos juntos ainda dois anos casados. Mas ela foi minha, quer dizer, colega de trabalho, mas sempre em outro departamento, né, em outra área e tal. E ela foi Ela continua na empresa até hoje continua trabalhando, é mais jovem que eu, dez, doze anos, então ela tem muito chão ainda até conseguir se aposentar, né? Mas ela é uma workaholic trabalha trabalha doze horas por dia, todos os dias, né? Então a gente se encontra muito nos finais de semana. <laughs>

E aí nós nos conhecemos e tal, e eu falando da viagem que eu havia feito, ela já havia feito essa viagem, já conhecia e tal, quer dizer, e entre as coisas que nós tínhamos em comum... Ela também adora viajar Ela adora viajar até hoje. Então, das viagens exóticas, ela topou todas elas, né? Algumas ela até sugeriu e tal, né? E... E nós já fizemos coisas, quer dizer, já fomos para o para o Egito, para o Nepal, para o Tibete. E fizemos uma viagem meio heróica, né? Que é é você ir de Jerusa do Cairo até Jerusalém de ônibus. Nós fizemos essa viagem também. que se faz só uma vez na vida, que não é não tem muita coisa para ver também. O famoso canal de Suez não é tão impressionante assim. Você vê um canal e vê um navio passando. Mas a viagem é extraordinária. Quer dizer, você conhecer o Cairo, conhecer Gizé, as pirâmides, é uma coisa extraordinária. A Cidade Santa também. Poxa, é aquele deslumbre. Ela foi em tudo isso. Quer dizer, andou em lombo de camelo, lombo de elefante. Ela pegou esse aviãozinho que a gente fez um voo panorâmico numa outra viagem, né? Quando a gente foi conhecer o Tibete. Conhecemos o Tibete a partir de Katmandu, no Nepal. E a gente andou no tal do tuk-tuk, aqueles aqueles a aqueles eh motociclos estranhíssimos, né? E outro que que a que a a pessoa pedala também, uma espécie de riquixá Ela topa tudo isso e come as comidas exóticas também e e sai pela rua e aproveita e se diverte. E e uma coisa curiosa também, quer dizer, nós conseguimos, eh numa outra viagem, né, que que a gente fazia a cada dois anos, Nós conseguimos depois fazer uma viagem para o leste europeu. A gente conhecia lá os países da antiga cortina de ferro e o ponto alto da viagem era conhecer São Petersburgo e Moscou. E acontece uma coisa interessante, uma coisa engraçada, que depois da sua quarta ou quinta viagem, você já começa a se achar o maioral, você sabe tudo, você né você já conhece tudo. Muito bem, aí nós estávamos em Moscou e e é interessante, né, como em algumas viagens você falar inglês não serve para absolutamente nada. se você falar eh português em certos lugares, você vai ser muito mais compreendido do que falando inglês, mas muito bem, aí estávamos em Moscou, tinha lá o ônibus, né, do do nosso grupo no hotel, aí a gente disse, não, a gente vai se desligar do grupo e tal, não não tem problema, vamos vamos ficar aqui na Praça Vermelha e tal, aí saltamos do ônibus, o ônibus foi embora para o hotel, ficamos na Praça Vermelha, aí pegamos o metrô, que a gente queria ir não sei onde, fazer não sei o que, aí pegamos o metrô, E o metrô foi parar num lugar que eu eu não tenho a menor ideia de onde era aquilo, mas era muito longe, muito longe. E agora, aí nós saímos, uma coisa que eu aprendi também, sempre em lugares mais distantes ou mais exóticos, você sempre pega um cartão do hotel e põe no bolso. Porque sempre no lá no cartão tem o endereço, o logotipo do hotel e tal. Pus o cartão no bolso. Aí a gente saiu do para a superfície, né, para um lugar que não tinha nada a ver com o que a gente achava que era. Ninguém falava a língua. Nada. Aí a gente encontrou duas moças já pedindo socorro, né? E e, olha, a gente quer voltar para o nosso hotel e tal. Mostrei o cartão, aí a moça levantou o braço e parou um carro. E E ela disse, olha, e esse carro vai levar vocês para o hotel. não é um táxi. não, aqui não tem problema. As pessoas As pessoas fazem táxi com o seu carro. É uma forma de ganhar algum dinheiro também. Quer dizer, isso no inglês... Se fosse em português era mais fácil a compreensão. Aí ela ela colocou o valor, né, o valor em rublos que que eu que que que eu tinha que dar para ele. Aí eu olhei e falei, claro, ok. Aí entramos no táxi. E a gente andou muito tempo embaixo da terra no tal do metrô, né, que o metrô corria muito. E a gente passou por lugar, e passa por ponte, passa por viaduto, passa por não sei o que, e já eram nove horas da noite. E a gente começa a ver, quer dizer, o mesmo cinema, né, que que que nos inspira, que nos mostra lugares maravilhosos, situações perfeitas, nos intimida, nos assusta com, poxa, situações terríveis, né, de de va vamos vamos desaparecer aqui, não vão achar a gente nunca mais e tal, né? Mas mas nós achamos uma coisa a nosso favor também, porque lá não escurecia completamente antes das onze da noite. Então, nove da noite ainda era céu claro, né? eu sei que o motorista nos levou diretamente até a porta do hotel. Nos deixou na porta do hotel, uma meia hora ou quarenta minutos depois de de a gente rodar aquilo tudo lá em lugares muito diferentes. Aí Daquele valor daquele valor que que ela escreveu no no cartão para eu dar para ele, eu sei que eu dei o dobro. Aí ele olhou, eu falei obrigado, obrigado. Aí ele falou, né? Poxa, ganhou o dobro, né? E a gente com aquela aquela aquela gota de suor escorrendo na testa, né? Escapamos de boa. Aí fomos lá, fomos para a sobreloja do hotel, sentamos. E a minha mulher, que que não é muito de beber, nós pedimos duas vodkas puras. Aí nós sentamos assim, né, assim mesmo, né? Que nem uma estrela espalhada. tomamos a vodka, cada um a sua, de um gole só, né, e falamos, puxa, escapamos de boa, <laughs> quer dizer, a gente não conhecia tanto assim, né, tanto assim, a cidade, né, você ter o mapa da cidade não não ajuda muito, né, e e e num lugar que está tudo escrito em russo, Realmente a coisa ficou russa na Rússia, mas olha, o o o tratamento, o atendimento, a moça que nos atendeu, tudo perfeito, tudo tudo muito muito legal, muito certinho. O motorista não disse uma palavra, mas não adiantaria também, mas... Sabe, uma pessoa pega deixou na porta do hotel, ainda sorriu, fez uma mesura e tal, e foi tudo perfeito. Quer dizer, então são viagens desse tipo que a gente fez, né, de de se aventurar mesmo e tal. Graças a Deus, nunca aconteceu nada de errado, nunca... Nunca tivemos nenhuma experiência ruim, nenhum contratempo, mas a gente se arriscou um bocado em algumas viagens a gente A gente fazia coisas incríveis. Brincando, gente acabou te teve uma época que na na viagem do Egito, a gente foi ver as pirâmides sozinhos. Pegamos um táxi e fomos ver as pirâmides. Que é Gizé Gizé e Egito são coladas. Pegamos um táxi e fomos para lá. Só que o táxi nunca leva você para onde você quer, sem passar nas lojinhas primeiro, né? Para você comprar perfume, para você comprar os papiros egípcios, que tem em tudo que é lugar. Bom, aí depois da terceira lojinha, ele nos deixou lá no lugar e tal, e nós fomos para a pirâmide. E e e nós realmente conseguimos voltar às pirâmides e entramos na grande pirâmide, né? Na pirâmide de Gizé, a a a a pirâmide de que eles chamam de Guiza, né? de Quéops, que é a maior de todas, e nós ficamos lá mais de uma hora lá dentro, andando, e e descemos até a Câmara Mortuária, a Câmara do Rei, ficamos lá, tiramos fotografia, foi um um um guarda junto com a gente, né, com a maior boa vontade, ficou lá com a gente e tal, explicou, mostrou tudo. Foi uma experiência maravilhosa na pirâmide, dentro da grande pirâmide, né? E... E depois... Quando nós saímos e tal, eu quis dar uma caixinha, ele ficou ofendidíssimo. Não, não, por favor, isso não e tal. E olha que coisa interessante. Eh Isso aconteceu muito no Cairo, nas nossas andanças no no no no mercado popular e tudo. Às vezes... Você está parada num lugar para atravessar uma rua, vem uma pessoa, uma criança, um um idoso, e ele abana você. Ele te abana, porque realmente faz calor. Ele abana, né, e pede uma caixinha, quer dizer, gorjeta, né? Então todo mundo lá pede o tempo todo. E esse guarda que nos acompanhou uma hora e tal, não queria aceitar nada. Eu falei, puxa... Eu acabei ficando sem graça, mas no final a gente deu uma caixinha para ele, ele aceitou e tal, disse que não precisava e tal, que é o trabalho dele, mas foi um momento muito bom, muito gostoso. E a gente conseguiu, né, só nós, né, sem grupo, sem nada, sem estresse, ir até o centro da Grande Pirâmide, que é uma experiência fantástica, é uma coisa maravilhosa. Aí saímos de lá... Saímos andando, né, e e andamos no deserto, né, conseguimos andar no deserto, um bom pedaço na areia e tal, até chegarmos ao lugar que os táxis passavam e pegamos um outro táxi, que fez uma outra maratona, quer dizer, uma outra peregrinação pelas lojinhas, pelas... Pelos souvenirs, né, pelos perfumes e pelos pelos desenhos lá e tal. Mas foi outra aventura nossa também que foi perfeita. São as melhores recordações. Quando a gente foge do grupo, né, foge do do roteiro que está combinado e você faz coisa diferente. E e a Cristina, minha mulher, é uma companheira perfeita para tudo isso. Ela sempre, ela a disposição para fazer isso, né, e e uma coisa também que não tem preço numa viagem, ela arruma as malas, né ela tem uma habilidade para arrumar malas, uma rapidez para para arrumar a mala, uma facilidade, né, e cabe tudo em pequeno lugar, rápido, e quando sai da mala está está está passado. Eu não sei <coughs> como é que ela desenvolveu essa técnica, mas ela é uma companheira de viagem excepcional.

Eu fiz um Curso de

Eu já trabalhava com com logística internacional, com importação, com exportação. E depois que eu me formei, eu estagiei um um um curto período de tempo num escritório de advocacia. Então eu ia para o fórum ver como é que era, acompanhar processo. Mas eu num num sei, num num, falei, olha, se é para acompanhar processo, eu prefiro acompanhar processo de importação. que eu já conheço mais, quer dizer, a a importação eh no final dos anos setenta e oitenta era muito diferente, não havia computador, era tudo no papel ainda, né, a alfândega era muito mais difícil, tudo muito mais complicado, não havia muita literatura a respeito, então eu eu achei mais fácil, falei, olha, eu acho que que a minha carreira está mais direcionada para trabalhar com logística internacional, com importação, com exportação, que foi o que eu realmente acabei fazendo a maior parte da minha vida profissional. Importação, exportação, logística. Ou seja, logística é é é é você localizar uma mercadoria em algum lugar do mundo e trazê-la até a sua fábrica ou a sua oficina, ou o oposto. você fabrica e você pega isso e coloca em qualquer lugar do mundo. Logística é você movimentar cargas ao redor do planeta, né? Você movimenta, você transporta via aérea, via marítima, via ferroviária, via rodoviária, e você também armazena isso por um tempo até você colocar um centro de distribuição e você disponibilizar para quem precisa dela. Isso é a logística. Então, trabalhei para empresas, quer dizer, quase todas multinacionais, tanto no Rio quanto em São Paulo, e sempre trazendo mercadorias do mundo todo ou aqui eh exportando para o mundo inteiro também, produtos brasileiros para o exterior. Foi o que eu fiz a maior parte do meu tempo, até me aposentar. E quer dizer, e e e passei muitas épocas de final de ano eh em vigílias de aeroporto, esperando o avião chegar para poder correr, para poder desembarassar, para poder colocar o material na fábrica, na oficina, na hora que era necessário. Sempre muita pressão, né, porque... Ninguém nunca antecipa as coisas, todo mundo deixa para a última hora mesmo. Então, eh a gente está sempre correndo, né, para conseguir eh recuperar o tempo, ou colocar o material no tempo e na hora necessária. E e e e é um trabalho muito muito desgastante. E e o interessante é é que eu acho que eu fui poupado, né? Quando houve todo esse apagão, toda essa confusão de aeroportos no mundo inteiro, esses atrasos todos, eu já tinha parado e falei, puxa vida, eu consegui escapar disso aí. Eu acho que o velho coração não ia aguentar não, viu? A pressão que já havia, né? E mais tudo aquilo que aconteceu, aeroportos fechados, atrasados e tal, então eu eu consegui escapar disso. Quer dizer, mais foram... Acho que uns vinte e sete ou vinte e oito anos fazendo isso, mas foram foram foram tempos muito bons também. Conheci muita gente, convivi com muita gente, consegui viajar nesse período. E foi uma época boa também. Eu acho que, não não não sei, se se eu tivesse seguido mesmo a advocacia, né, se se ia ser tão intenso, né, quanto foi trabalhar com importação e exportação para para empresas estrangeiras no Brasil. Foi uma boa experiência.

Tá, aham, eh... Eu já Eu já vinha a São Paulo, quer dizer, a Santos, com uma certa frequência. Um um um tio, né, um tio lá de Santos era visitado por nós todo ano. Um tio muito querido. Então eu sempre vinha para São Paulo e ia para Santos. Santos era um local de passagem. Perdão, São Paulo era um local de passagem. sempre ia para Santos. Então, de uma certa maneira, eu conhecia um pouco o o vocabulário paulistano. Eu já conhecia, eh, por exemplo, o criado mudo. Já conhecia isso. Já sabia que o paulista fala zíper, não fala fecheclé. Mas eh eu comecei a me deparar com algumas quer dizer, algumas comidas eu eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar em rúcula. Então, mas o que será uma rúcula? Né, então eu ficava imaginando rúcula. Será que é algum osso do corpo humano? O cara teve fratura exposta na rúcula e tal, né? Eu não sabia, né, então eu ficava tentando <coughs> tentando encontrar um significado para isso. Depois eu vi que era um...

Aí eu fui anotando e falei, mas então é é isso, isso, isso, olerite. Eu falei, ah então está bem. Aí eu falei, meu Deus, o que será olerite? Então eu fui na área de recursos humanos, né na pessoal. não, não, não. Quer dizer, como a empresa tem Rio e São Paulo, né, isso é fácil, é banal para eles. Olerite no Rio é o contra-cheque, né, é o que você recebe todo final de mês junto com o seu pagamento. Mas muito bem, então o tempo passou e eu fui ficando cada vez mais paulista. E a a ponto do pessoal do Rio a achar que eu sou paulista e o pessoal daqui achar que eu sou carioca até hoje. Mas, engraçado, né, quando eu vejo esses filmes na televisão, filmes dublados, hoje em dia eu sei se o filme foi dublado no Rio ou em São Paulo. Porque se foi dublado no Rio, o artista fala, puxa, mas eh eh você está virando tudo de cabeça para baixo. E se for em São Paulo vai dizer, poxa, você colocou tudo de ponta cabeça, né? Eu digo, olha, foi dublado em São Paulo esse aí. E tem música da Rita Lee também que fala de ponta cabeça e aí é tipicamente paulista, né? É que nem o meio fio, ah o cara caiu no meio fio, né? Aqui caiu na guia, né, tem que parar o carro bem junto à guia e tal. E algumas palavrinhas assim realmente eu... E eu brincava que eu vou fazer um vocabulário aqui para o pessoal conseguir se situar e tal. Mas com a com com com a a globalização, a internet, os orkut da vida, então as novelas também, né que tem muito muita coisa que acontece no eixo Rio-São Paulo e tal, então está ficando mais mais banal. Mas há vinte anos atrás fazia diferença, sim. Eu já era paulista há um ano e meio, quando eu fui na Itália, né, conferir como é que era uma pizza. para você, eu falei para vocês que eh eu eu comecei a comparar coisas que eu sabia que que eu achava que eu sabia e comecei a fazer minhas anotações. Então, eh aí eu fui para a Itália comer pizza. Consegui comer pizza na Itália em vários lugares. E eu resumi essa experiência numa única frase. Os Eh os italianos inventaram a pizza. Mas os paulistas aperfeiçoaram. <laughs> Eu não consegui comer na Itália. Claro que eu não andei a Itália toda também, eu posso estar sendo injusto. Mas eu não achei nenhuma tão saborosa quanto as paulistas. Essa realmente é a capital mundial da pizza. <laughs> a metade que eu conheço, a pizza paulista é imbatível.

Como é que é isso, né? Fo foi interessante que pouco depois, a a empresa que eu trabalhava, a matriz era no Rio, e uns seis meses depois a matriz mudou para São Paulo. Então, muitos colegas do Rio vieram para São Paulo também, mudaram, né? Logo depois, quer dizer, vieram vários cariocas transferidos para São Paulo. E pouquíssima gente ficou em São Paulo. Pouquíssima gente ficou. Muitos voltaram para o Rio, ou foram para outros lugares e tal. E muitos realmente estranharam O clima, né, a a falta do mar. Para mim, não. Para mim, para mim o o mar não fez grande falta. Não fez, não fez. Não fez mesmo. Eh a a a turma grande que eu tinha no Rio também, não... Não me incomodou muito, acho que foi uma troca justa. Eu acho que são aquilo que eu estava falando, né, que a vida vem em ondas e eu acho que a vida vem em círculos concêntricos, né? E teve teve a minha época de Rio de Janeiro, foi maravilhosa. Amigos inesquecíveis com quem eu me correspondo todo santo dia, por e-mail. A gente se encontra uma vez por mês no Rio de Janeiro, mas São Paulo me encantou. Eu só percebi eh que que eu estava apaixonado por São Paulo Porque todo dia eu passava pela pela Marginal Pinheiros e e passava em frente ao Jockey Club, né, na ida e na volta. Aí um dia eu estava voltando eu estava voltando eh para casa e e eu acho que o Jockey Club estava à minha direita. Não havia escurecido ainda. E e e eu sei que que nesse dia nesse dia, o céu estava tudo cor-de-rosa. São Paulo estava cor-de-rosa. E tinha uma lua enorme, branca, em cima do Jockey Club. E eu parei, quer dizer, você parar no trânsito é a coisa mais normal em São Paulo. Então eu sei que eu estava parado no trânsito num determinado lugar em em que eu via esse céu totalmente cor-de-rosa e essa lua branca exatamente em cima do Jockey Club. E eu falei, puxa, eu já me apaixonei por essa cidade. Não sei se eu anotei em algum lugar esse dia, não sei, mas já faz bastante tempo, já faz, não sei, talvez quase vinte anos. Quer dizer, eu eu demorei muito pouco para me apaixonar por São Paulo. E... E tem essa brincadeira da rivalidade, né? Paulistas, cariocas. Olha, eu eu em São Paulo eu nunca senti isso por nem um segundo. A cordialidade, a boa vontade com quem eu fui recebido pelos colegas de trabalho o tempo todo, as brincadeiras que sempre foram super saudáveis. Uma coisa que que me que que que me incomodava e me incomoda até hoje é o trânsito. O trânsito realmente é uma coisa terrível, né? E e só tem piorado. E uma coisa também que que me surpreendeu foi que no Rio de Janeiro você mais ou menos sabe como é que vai fazer como é que vai ser o tempo durante o dia. Então você sai com um casaquinho de manhã ou sai em mangas de camisa e tudo bem. Aqui em São Paulo não. Quer dizer, a duras penas, eu aprendi que você no mesmo dia vai fazer sol, vai fazer chuva, né, vai fazer frio e calor. Mas até eu aprender isso... Não é assim não.

Eu eu estava no... É, u uma coisa que eu estranhei aqui em São Paulo foi essa mudança brusca de temperatura no mesmo dia, né? No Rio, você, de manhã você opta, vou com uma roupa mais leve e tal, uma blusinha sem manga, ou um casaquinho e você passa o dia inteiro. Quer dizer, mas lá é nível do mar, aqui é alto. Então, durante o dia, você vai ter frio, calor, você vai ter sol e chuva no mesmo dia. às vezes você consegue, das sete da manhã às sete da noite, doze graus de diferença, né, para cima ou para baixo, é normal. Isso eu estranhei um pouco também, mas sem problema, me adaptei rápido porque eu tenho o meu kit São Paulo. Eu sempre estou de manga manga curta, mas na mochila, na bolsa, onde eu estiver, eu tenho sempre um casaco e muitas vezes um guarda-chuvinha também, dobrável, portátil, quer dizer, o que vier eu estou preparado. Não me pega mais de ir queimando o lance sem saber, né? Da princesa? Eu posso falar isso?

Então eu vou falar. Bom, eh eu fui um menino muito sonhador, né? E engraçado, né, que a minha primeira viagem foi para a Europa. E eu sempre soube que, poxa, um dia que eu puder viajar na minha vida... A primeira coisa que eu quero conhecer é a Europa. Eu morava sozinho, morava no Brooklyn, quando eu mudei para São Paulo, e e e o rádio, né os comerciais de televisão, eu sempre marquei, eu eu gravo muito, né, eu eu lembro muito bem comerciais que eu ouvia no rádio e tal. E eu falei, poxa, eu vou vou viajar, quer dizer, eu tenho certeza que eu vou para a Europa. Mas agora, mas a Europa é tão grande, tem tanta opção de Europa, por por onde que eu vou começar? Por onde que eu vou entrar? Por onde que eu vou sair? Como é que vai ser? Aí eu estava um sábado de manhã em casa, que era o meu dia também de ajeitar a casa, preparar a roupa para a semana toda, morava sozinho. Aí estava a televisão, estava a televisão ligada, e entrou na televisão um comercial, da na época era a TAP, né, Transportes Aéreos Portugueses, que era... Amália Rodrigues cantando o fado Foi Deus. Enquanto Amália cantava o fado Foi Deus, tinha um avião decolando. Eu ouvi aquele fado. Aquilo me deu um arrepio. Falei, está aí. Eu vou... Pô, como é que por por um segundo eu pude ficar em dúvida... Um dia começar a minha viagem só podia ser em Portugal. E não deu outra, né E fui pela pela TAP. E e interessante, né, que e eu optei por embarcar no no Rio de Janeiro. Então eu fui na véspera, dormi na casa dos meus pais. Até porque eu sou filho único. Meus pais me levaram ao aeroporto e eu embarquei no avião no avião da no avião da da da TAP, né? Só um detalhe. Eu sempre assumi que eu tenho um certo medo de avião. Né? Quer dizer... Eu nunca deixei de voar de avião por ter medo, né, mas eu eu ia sempre meio quer dizer, enquanto a viagem está tranquila, tudo bem. Quando eu começa a chacoalhar, eh eu eu me acostumei já há bastante tempo, né, eu sempre tenho um terço no bolso, né, um rosário.

Claro que quando chegar lá eu vou pegar meu rosário e tal. Bom, qualquer coisa que acontecer e tal, eu já estou ó eu já estou com um rosário aqui e tal.

Aí eu fui para o aeroporto. Bom, eu vou viajar. Quer dizer, sempre, né, sempre, sempre, sempre, a a vontade de viajar foi muito maior, foi muito mais forte do que o medo de de de quando o avião começa a chacoalhar. Então, chacoalhar, eh a gente está sujeito a isso. o terço, pronto. Começava lá a rezar minha ave maria, meu pai nosso, acabou o problema, está resolvido. Muito bem, aí aí eu comecei a pensar, quer dizer, eu sempre cheguei muito cedo, né, mo nos lugares que, por ter medo de não ser pontual, eu chego duas horas antes e tal. Então eu cheguei no aeroporto e eu vi o avião, aquele avião, né, o aeroporto envidraçado, era o galeão antigo ainda, aquele aeroporto envidraçado, e o avião apontado lá, e eu li o nome dele, né, Santo Antônio de Lisboa uma coisa... Quer dizer, eu já estava com trinta e oito anos, pô, e e eu sonhava eu sonhava em ir para a Europa há pelo menos trinta Pô, no dia que você consegue, no no dia que o seu sonho está começando a acontecer, pô, é é é uma coisa maravilhosa. Então eu estava lá e tal, eu falando, puxa vida, nesse avião que eu vou, que bacana e tal.

Eu falei, caramba, e esse avião vai passar a maior parte do tempo num num voo noturno, né? E eu vou estar voando num voo noturno sobre o mar, né? Se o avião cai, eu vou cair no mar à noite, né? Aí você, com o tempo começou a passar minhoca na cabeça, né? Pô, já pensou se o avião cai no mar à noite e tal? Não sei o quê Bom, deixa para lá. Já que eu eu consegui chegar até aqui, Deus é grande, Deus é Pai, e eu vou com o Santo Antônio de Lisboa, por nada temer.

quer dizer, foi a minha primeira viagem internacional. E nessa primeira viagem eu comecei a fazer o meu diário de bordo, né? E de cada viagem que eu fiz, eu tenho eh u uma agenda, um caderno, um livro que eu anotava tudo, né, que a minha memória, que está virando alguma coisa melhor digitada hoje. E eu comecei a notar, né, poxa, feito um diário mesmo de bordo, poxa, eu estou preocupado. Vou cruzar o o o o céu noturno sobre o mar e tal. Aí lá pelas tantas começa aquela coisa toda, e começa a chamar. E aí eu vi o o comandante do português alto a beça enorme, né vermelho, com as bagagens dele, as malas, umas mãos enormes, né, as mãos vermelhas também, e eh tem a a as quatro divisas, né, quatro ou cinco, não me lembro agora, as chamadas berimbelas na manga, né, aquele paletó azul marinho com aquelas, não sei se são quatro ou cinco berimbelas, as divisas, aí aí aí eu olhei, e e é uma coisa interessante, eu observo muito a mão das pessoas.
<coughs> eu olhei olhei a a a as mãos do do comandante. Eu avisei.
Eh, eu comecei a olhar as mãos do do do comandante, aquelas mãos enormes, vermelhas.

O português já nasce diante do mar.
O português <coughs> já nasce navegante. Qual o problema com um homem desse tamanho, com as mãos grandes, fortes, firmes, com esse olhar azul, o que que você tem a temer? Quando, na sua vida, você esteve protegido por mãos tão poderosas e o medo foi se dissipando,
Eu avisei que eu estou ficando emotivo. <laughs> Eu estou voltando eu estou voltando vinte anos atrás, né, nessa primeira viagem. Aí, eh <coughs> eu falei, poxa, mas eu não tenho nada a temer. Eu vou estar sendo conduzido por mãos portuguesas. <coughs> isso eu coloquei no meu diário.

Eu me senti, né, usando uma linguagem figurativa de navegação, né, e e e eu eu senti que os meus purões começaram a ser invadidos por uma paz, por uma tranquilidade. Puxa, eu vou estar sendo conduzido por mãos lusitanas. Poucas vezes na minha vida eu estive tão bem protegido, tão bem amparado, Essas mãos <coughs> e e essas mãos lusitanas é que vão embalar o meu sono e vão conduzir o meu sonho muito além do Cabo das Tormentas. E foi uma viagem maravilhosa. O avião não sacudiu nada, foi perfeita a viagem.

A gente pegou um pacote lá em Portugal, né, para para percorrer a Europa. Era uma agência de viagens, uma agência portuguesa. Começava lá em Portugal a a aventura. E nós estávamos juntos nessa aventura. E ficamos juntos um bocado, viajamos um bocado, conversamos um bocado. Depois eu perdi o depois da viagem eu perdi o contato com eles, mas foram bons companheiros de viagem. E u u uma das u uma das etapas da viagem era nós conhecermos o Mônaco. Então nós fomos três vezes ao Mônaco.

E uma das vezes, quer dizer, a primeira vez foi à noite e outra foi de manhã. Eu sei que nesse dia de manhã nós estávamos no Principado do Mônaco. Ih, mas eu esqueci, eu comecei a história pelo contrário. Pois é, então o flashback, eu estava finalmente no Mônaco. E como eu era um jovem sonhador, perdão, com... Ah acho que aos dez anos de idade, mais ou menos, ou aos doze anos de idade, meu pai me deu um um livro que que me acompanha, que eu tenho até hoje, que é o Príncipe Valente. É a história de um príncipe que que que vive nos nos alagados na Inglaterra e tal. ele de origem viking e tal, um príncipe, não sei o que lá, e esse príncipe depois vira cavaleiro da távola redonda, aquela coisa toda que e era o que povoava os meus sonhos a vida toda. Então, tudo isso com com príncipes, princesas, castelos, Europa, sempre povoaram muito a minha imaginação. E, de uma certa forma, eu vivia procurando, né, puxa, minha namorada ideal, né, puxa, eu vou conhecer uma pessoa assim, assado, não sei o que lá e tal. E e e havia uma mulher, né, que, na década de sessenta, eu acho, ou no início da década de setenta, que aparecia nas revistas todo dia. Era um padrão de beleza, era um padrão de tudo. Era uma princesa, era linda, maravilhosa. E a mãe dela ainda era mais bonita do que ela. Então, ee ra a filha da da da atriz Grace Kelly, né, a princesa Caroline do Mônaco. E aquele padrão de beleza me chamava a atenção, eu dizia, pô, mas que mulher bonita, poxa, já pensou se se se um dia eu consigo eh conhecer alguém parecido com com a a a princesa Caroline do Mônaco, aquela aquele padrão de beleza, aquela coisa linda, e além de linda ainda é uma princesa e tal, bom. anos depois eu estava no Mônaco, né, sonhando. Puxa vida, e não é que eu consegui eu consegui chegar aqui no Mônaco e tal? Eu estou aqui, meu Deus, estou realizando os meus sonhos. Alguns demoraram muito, mas finalmente chegaram, eu estou no Mônaco.

tinha lá uma solenidade, uma coisa, uma troca da guarda. Estava gente a beça naquela praça principal em frente ao palácio. E lá os soldados fazendo lá aquelas aquela encenação que é um pouco para turista ver também.

E tinha um automóvel que queria eh cruzar a multidão, sair e passar, né? E eu olhando, acho que tinha cavalos e não sei o que lá. tinha banda de música.

O carro vinha chegando, passando devagarinho, não sei o que lá, passando, passando, passando. E quando passou diante de mim, o carro passou em cima do meu pé. Eu falei, puxa vida. Aí tentei puxar o pé e tal, o pé estava preso, mas logo o carro passou e o pé se soltou. Eu puxei o pé logo e falei, poxa, venho para o Mônaco para passar carro em cima do meu pé. E e era um automóvel, um sedã, eh Mercedes-Benz dourado e tal. E o carro passou e foi, foi, foi, conseguiu passar pela multidão.

Quem estava no carro? Eu falei, não, o carro passou em cima do meu pé, pô, eu estou vendo o meu pé.

Eu falei, puxa vida, eu sonhei tanto com essa princesa, ela passa em cima do meu pé e eu nem vi que era ela, né? E hoje eu conto e ninguém acredita. E é verdade.

É é interessante. Porque...

naquele momento em que eu contei para vocês, que eu falei, poxa, eh essa vida de logística foi muito legal, mas eu quero uma outra vida, eu quero eu quero escrever, eu quero escrever minhas memórias, eu quero passar o resto da minha vida escrevendo, e e eu coloquei em cima da mesa, eu não sei, uma dúzia de livros, né, uma dúzia de livros, e coloquei gente boa lá, certamente eu coloquei Júlio Verne e outros autores famosos. E eu não sei se eu coloquei algum livro lá do João Ubaldo Ribeiro, até porque ele é ele é imortal, ele é da academia e tal. Ele escreve crônicas interessantíssimas no jornal O Globo, né? E eu acho que até eu tenho um um recorte de jornal, de uma crônica que ele escreveu, que ele também ele esta ficando chorão também. Então, eu estou em muito boa companhia. Né? Quer dizer, o tempo passa, a idade avança, a gente fica eh mais emotivo. E não é só eu, não. Tem um tem gente famosa como o escritor João Baldo Ribeiro, que... que tem, não sei se isso é problema ou se isso é é sensibilidade que está um pouco mais aguçada, deve ser uma coisa boa, né? A gente chora de alegria também, né? E aí, voltando ao Rio agora há uma semana atrás, eu reencontrei um velho amigo da minha turma lá de vinte anos atrás, E comentando, ele falou, poxa vida, a gente tem uma turminha aí também que se encontra lá nos bares de de de Ipanema, do Leblon e tal. E quem é uma quem é um membro efetivo da nossa turma é o João Baldo Ribeiro. Então eu falei, puxa vida. É um autor que eu gosto muito, né? É um dos autores que eu leio e ele escreveu recentemente sobre o negócio da de estar chorando e tal. Falei, ai, mas eu vou. Ele disse, não, claro, quando você quiser, você vem que a gente vai e vai conversar sobre a vida, né? Sobre Rio de Janeiro de hoje, o Rio de Janeiro de ontem e tal. Falei, poxa, que maravilha. Então, há uma chance de eu conhecê-lo pessoalmente, né? porque eu eu já procurei, né, e já consegui conversar, já consegui conhecer alguns autores brasileiros que eu admiro muito, né? E... E foi uma experiência muito boa que o Sesc o Sesc acho que o Sesc Belenzinho, há alguns anos atrás, ele promoveu uma série de encontros com escritores brasileiros consagrados, né, em que você ia assistir uma palestra ou palestras com eles, E depois fazia um bate-papo com eles, conversava, fazia suas perguntas e tal. Eles levavam os livros deles e você conversava, perguntava e depois você adquiria o livro e ele autografava na hora, né? Então assim eu conheci o Rui Castro, sensacional, foi um papo maravilhoso. Conheci também o Nelson Motta quando lançou um dos livros dele. outros escritores também. Tem um que que me fugiu o nome agora. Uma pessoa muito muito interessante também. E e o que eu acho curioso, a simplicidade dele, sabe, a boa vontade deles em conversar com as pessoas, de responder as perguntas, a simplicidade que é você chegar perto dele e Sabe, e eles não ficam num pedestal. Isso é que eu acho interessante, né? Você chega perto das pessoas consagradas, respeitadas e tal, lidas, né, admiradas por muita gente e e é é uma pessoa exatamente igual a você e tal, e te olha nos olhos e e te cumprimenta e ri com o que você conta e fala com você sem nenhuma cerimônia. Isso eu achei maravilhoso, né? Então, poxa, vou conseguir conhecer mais uma pessoa assim e tal. E aconteceram situações muito muito engraçadas. Uma que que me ocorreu agora também com uma pessoa conhecida. Eu... Eu tentei aprender a dançar num curso aqui em São Paulo, com os colegas do trabalho. Ah, vamos fazer um curso de dança e tal. Eu fiz o primeiro curso. e fiz o segundo curso, né, então eu já estava no módulo avançado, né, de dança, mas eh tem coisas que a gente realmente não não leva jeito, e acho que para dançar não é a minha praia. Aí eu já estava no curso avançado e tal, no segundo módulo do curso, e aí ah teve um dia que veio um professor novo Ah, vem cá você, dança com ela, não sei o que lá e tal. E aí, depois que eu dancei a música, esse professor novo, que não sabia que eu já estava no módulo avançado, ele falou, pois é, ah, não fica chateado não, porque no início é assim mesmo, depois você se solta, você Eu falei, caramba provado que realmente e eu não tenho a menor, né, a menor vocação para dançar. Se eu estou no avançado, ele falou que no início é assim mesmo, então não tem jeito. Bom, aí, e essa essa turma que depois ficou uma turma grande também, animada e tal, a gente começou a sair, finais de semana, e numa dessas que numa dessas Que ia ter um baile, uma dança e tal, não sei o que lá e tal. Aí, muito bem. Como eu não dançava, né? Aí eu normalmente fico... Se se é numa casa, eu vou para a cozinha. E se é num clube, eu fico no bar. Aí cheguei no bar, quem tava lá sentado era o Zequete. O compositor Zequete, com o chapéuzinho e tal. E ele ia ele ia cantar logo depois, né? Ele ele ia fazer um show e tal. E eu fiquei conversando com ele e tal, não sei por quê, porque, cargas d'água acho que já tinha tomado umas e outras também. E comecei a chamá-lo de maestro, maestro para lá, maestro para cá. Ele conversando animadamente comigo também, e falando que acho que ele tinha tido uma uma desilusão amorosa e tal, estava chateado, estava meio deprimido, não sei o que lá. Então eu falei, ô maestro, o que é isso?

Sem problema, não sei o que. E aí eu falei, olha, o senhor é o maior, e não sei o que. Olha, tem um cara... que fez um samba que eu acho que é um dos sambas mais bonitos de todos os tempos. Chama-se Avenida Iluminada. E aí eu eu me arrisquei a cantar, eu sabia que a música era dele, né? Eh Diz mais ou menos assim, eu vinha pela eu vinha pela madrugada, pela avenida toda iluminada. Amanhã os blocos vão passar e o meu amor vai desfilar. Já vejo meu amor sorrindo, ganhando aplausos da multidão, sem saber que estão rolando as lágrimas do meu coração. Aí eu falei, aí eu tentei cantar isso, já estava meio altinho e tal, aí quando eu acabei de cantar esse pedacinho, estava com os olhos marejados. Eu falei, está vendo, maestro? Um homem que faz uma uma música dessa não tem nada a temer, que venham as mulheres cruéis. Bom, então, eu vi logo depois ele subiu no palco e tal, num determinado momento ele cantou essa música. Eu falei, poxa, essa música aí eu acho que ele cantou para mim aconteceu muitas vezes comigo na vida e tal... em diversas situações, de você conhecer pessoas, quer dizer, até porque esse esse esse encontro foi aqui em São Paulo, foi lá no tal clube que eu falei para você, mas no Rio de Janeiro, que o Rio é pequenininho. todo mundo se encontra o tempo todo, né, as pessoas frequentam os mesmos bares à noite, então você encontra os artistas todos, os músicos, os compositores, e você acaba conversando com um, com o outro e tal, e é e é ótimo você falar com essas pessoas. E como eu não tenho problema nenhum para falar, né, a minha dificuldade é justamente parar de falar, então eu falo mesmo e conheci muita gente incrível, interessante e bons momentos para recordar. E viram historinhas, né, que depois eu conto e não acreditam.

<laughs> Sensacional. Sim.
Engraçado, né? Um grande momento da minha vida. Como eu sou emotivo, né, e estou mais emotivo agora, eh como eu tenho mania de guardar, eu vou guardar com muito carinho esse momento. Olha, quem eh essa entrevista, esse depoimento, eu eu interpreto um pouco e esse momento, né, de, no dia do meu aniversário, eu vir até aqui, ser recebido com tanta atenção, com tanto carinho, com tanto respeito. Eh Antes de vir para cá, eu tinha pensado que que eu vinha aqui fazer uma coisa parecida com aquele ritual de você escrever uma mensagem colocar numa garrafa e lançar ao mar né e você sempre espera que alguém leia essa mensagem que você escreveu eu vim aqui hoje escrevi a minha a minha mensagem, colocá-la numa garrafa e lançá-la ao mar. Esse mar eu vou usar como metáfora, né, a a rede, né, a net da vida, né, a a web, alguma coisa assim, essas coisas modernas que a garotada fala. Eu eu lancei a minha garrafa hoje e eu espero que alguém a alguém assista a isso. Eh Eu tinha uma expectativa, né, de de de como ia ser esse momento aqui. Mas a expectativa foi superada mil vezes. É muito mais legal vir aqui, sentar aqui, conhecer essa juventude do que eu podia ter esperado. A gente é bem tratado, a gente é tratado, a gente é carregado no colo. É uma juventude bonita, sadia, bem humorada, bem disposta. E a gente faz uma espécie de terapia que a gente faz aqui. A gente... A gente... A gente cutuca, né, lembranças, a gente revive situações. Eu acho que é um pouco uma máquina do tempo, você volta para dentro de você mesmo. Mas a coisa é tão mágica que todas as recordações que você consegue pensar, que você consegue puxar, são coisas boas, momentos bons. Pessoas boas, recordações boas, é tudo bom. Então, se você está me vendo, me ouvindo, não perca essa oportunidade. Venha até aqui também viver esse momento maravilhoso. Olha, foi um presente que eu ganhei de vocês. Muito obrigado. Parabéns para vocês. Puxa, delicioso.

e cinquenta, ou seja, há exatos cinquenta e oito anos. Hoje é o dia do meu aniversário e eu vim aqui comemorar com vocês. Vim fazer a minha festa aqui com vocês no Museu da Pessoa. Eh A minha vida profissional... Praticamente toda foi dedicada à logística, logística internacional. Eu sempre cuidei de importação, exportação em empresas estrangeiras. Me aposentei, estou com o tempo disponível, tenho muitas re muitas recordações, muitas memórias, muitas histórias que eu comecei a anotar e vou querer contar aqui para as pessoas, vou querer compartilhar com vocês as minhas memórias, as minhas histórias,